Eh, eu gostaria, primeiramente, que você dissesse seu nome completo, local e data de nascimento.

Em que dia?

Nome dos seus pais? ãh

Você conheceu seus avós? Não, nenhum.
E a história dos seus pais, você sabe como eles se conheceram?
Um pouco, eu sei um pouco. Ãh A história da minha mãe eu sei mais porque eu convivi mais com ela. Meu pai morreu, eu tinha seis anos. Então, eu sei pouco. Da minha mãe, eu sei ãh um pouco mais. Do meu pai, eu sei que ele veio de Franca, com uma família eh

Sempre o rio Tietê estará nas nossas histórias ãh e E ele atravessava numa balsa, porque não tinha ponte. Quando a minha mãe foi morar no bairro do Limão, ela atravessava a mesma balsa. É aí que começaram a namorar. Agora, sobre a história da minha mãe. Então, eu sei pouco. Sei que ele trabalhava na Barra Funda e tal. Da minha mãe, É tudo mais denso, né?

E os pais migraram para a Argentina quando ela tinha sete anos. Portanto, mil novecentos e onze, por aí, né? Consta que meu avô não era um homem pobre. Eh Ele tinha alguns bens. Porque eh dá para, porque a minha mãe dizia que ele tinha vagões de estrada de ferro, que ele ele ele eh deslocava madeira. E, na região que eles moravam, a madeira já estava ficando rara na Galícia, e cara.

Não sabia nada de geografia, né. Eh Não tinha lenha, não tinha nada.

É muito emocionante, eh... O governo argentino dá um certificado de arriba América. Chegada América dos imigrantes. Eu peguei de toda a família da minha mãe.

E lá ficaram sete anos, e o meu avô não conseguiu trabalho, o meu avô não conseguiu nada, e eles consumiram o que levaram. Quando eles já estavam bem empobrecidos, migraram para o Brasil e foram para as fazendas de café. Chegados na fazenda de café, Todo mundo ficou doente, ou seja, os filhos, né. Eh eh Quantos filhos eram? Eram três moços e duas moças. Eram cinco filhos, todos doentes. O próprio fazendeiro botou eles num trem e mandou embora. Porque era muito ônus para fazenda. Eles não se habituaram com aquele trabalho. Enfim, com aquilo. A Argentina já era muito urbanizada, sabe? E eles ficaram lá sete anos. Como a base econômica da Argentina é o gado, a população é muito mais urbana do que rural, né? Então, quando eles chegaram aqui, o Brasil era muito mais rural do que urbano. Era uma Foi muito difícil para eles. vieram para São Paulo e em São Paulo foram parar em Mogi das Cruzes, não sei porque, elos, eu não sei localizar. Eh Meu avô foi tomar conta de uma chácara, também não ficou lá. Ele saiu dessa chácara com uma vaca e um bezerro. E veio para São Paulo. E aí, então, ele queria ficar num lugar que a vaca pudesse ficar e o bezerro foi parar perto do Tietê, que tinha essas terras, terra devoluta, né? Terras de uso comum, que se fala, né? Então, aí ele punha a vaca na beira do rio e tal, e assim começou a história dele e da família dele eh, assim, na várzea do Tietê. E foi lá então que a sua mãe cresceu? A minha mãe, ela ela tinha, ela saiu da Argentina com quatorze anos, porque eles ficaram sete anos na Argentina.

Quando vieram para São Paulo eh eles estavam realmente muito pobres, e a minha mãe foi trabalhar na fábrica de cordas. que é uma fábrica que fica ali na Estação da Barrafunda e existe até hoje.

E é uma fábrica do século dezenove. Em mil novecentos e cinco ela já aparece na estatística industrial e aparece como uma indústria com muitos operários. E a minha mãe foi trabalhar nessa fábrica. Para você ver a situação deles, a minha mãe era a única pessoa que trabalhava da casa dos cinco filhos, o pai e a mãe. eles não conseguiam trabalhar e Ela era muito forte, sabe, parecia um visigodo mesmo. Era Era muito forte. População da Galícia, né, que viveu muita dificuldade também. É o nordeste da Espanha, a Galícia. Embora conste que o meu avô tivesse bens lá, mas ela era forte mesmo. Na fábrica de cordas, eh, ela sempre reivindicou um salário igual aos homens. Sempre reivindicou, ela contava isso. Dizia, não, eu faço o que eles fazem, por que eu ganho eh menos, né? Até que um dia ela conseguiu, ela passou a ganhar o que os homens ganhavam. Ela tinha, então, dezesseis anos quando casou com meu pai. E aí começou a ter filhos e parou de trabalhar na fábrica. E o meu pai é que trabalhava.

Um deles, os dois viraram anarquistas, depois comunistas, toda essa história começou aí. Ao longo da vida deles, desses meus tios, a coisa foi muito interessante, porque eles eram eles eram analfabetos esclarecidos. Eu acho que isso vinha da política. Eles sabiam tudo. Eh Eles sabiam tudo. Eles discutiam qualquer coisa e e acompanharam até o fim da vida a história da minha mãe, eh Foram sempre muito presentes, né.
Deixa eu só voltar um pouco. Sua mãe se casou com dezesseis anos eh e teve quantos filhos?
Na verdade, treze. Os treze... Um morreu logo que nasceu, por isso que a gente fala doze. Hum Um morreu sem registro ainda.
Os outros doze, todos vingaram? <laughs>
Não <laughs>

E a mortalidade infantil era muito alta. Muito alta. Hoje em dia, eu acho, eu creio que seja pela contaminação do do lençol freático mesmo. Então, Porque meus irmãos morriam de diarreia. Devia ser eh gastroenterite, falava-se.
Qual o nome dos seus irmãos? Assim Você consegue lembrar a escadinha, a ordem?
Eu consigo, mas os que morreram, não. Tudo bem.
Não sei, mas... Dos que estão vivos, então, na ordem, assim.
Não, eu consigo mais do que os que estão vivos, porque vivos nós somos quatro, ah... A minha mãe ficou com seis filhos. Seis. Seis morreram. Mas quando ela já estava velhinha, eu passeava com ela todo domingo lá no bairro. Eu ia lá para dar uma voltinha com ela. Ela falava, ah, meus filhos morreram aqui, morreu... Nunca esqueceu da morte deles. Nunca. E ela morreu com oitenta e quatro anos de idade. A gente passeava, e ela falava, ah, é aqui, olha. Aqui nessa casa, aqui nessa rua. Ela sabia todos os pedacinhos. Morou setenta anos no mesmo lugar, né? Porque ela foi para lá com quatorze
E nessa escadinha você se encaixa em qual?

Dos quatro ãh, os quatro que são vivos são as mulheres, os dois já morreram.
E essa casa que vocês viviam, que lembrança que você tem da sua casa?
A minha casa, a casa que eu nasci e que eu lembro, era de fato uma casa de beira de rua. Não tem jardim assim. Se vocês olharem as fotografias da cidade de São Paulo, na década de dez, vinte, as casas são assim, na beiradinha de rua. Porque a vida está para fora. O fundo das casas são imensos, são quintais, hortas. Existe uma economia dos quintais ãh, a casa propriamente dita e a vida para a rua. Uma sociedade oral, né? A comunicação é oral, é direta, é pessoa a pessoa e é uma uma organização da fala mesmo. Menos leitura e só grupos sociais muito demarcados. formava a elite culta, né, porque a sociedade, no geral, praticava essa comunicação direta. Ela foi uma delícia na minha vida, e vou te contar por quê. Porque era de beira de rua, com a porta aberta, em frente à igreja, em frente à praça. Então, todo mundo parava na minha casa. Os jovens, quando chegavam do trabalho eh, além do do fato do meu pai ser artesão, né, a essa altura, quando eu era pequena, Ele tirava a medida dos pés das pessoas, mandava fazer uma forma de madeira com o nome da pessoa e fazia os calçados. Então, importava cromo alemão para fazer sapato e

Ele ia de carro experimentar e fazia um monte de sapato, enfim. Nós vivíamos ali, nessa casa. Uma casa pequena. A sala da casa era onde o meu pai media o pé das pessoas, conversava, onde todo mundo parava. E a minha mãe... Nós tínhamos vaca, né? A vaca ficava atrás da igreja, na varja. A minha mãe oferecia arroz doce para todo mundo que chegasse. Isso também eu me lembro. Eu não podia nem ver arroz doce. Ela tinha umas tigelinhas e ela oferecia. Não era café, era arroz doce.
Os sapatinhos de vocês também, seu pai?
Toda a vida ele fez sapato para as crianças. Eu tenho um luxo com sapato. Eu não uso qualquer sapato. Ah ah Quando eu casei, meu marido falava assim para mim, mas para que tanto sapato? <laughs> Eu dizia para ele, não, mas não é tanto. Presta atenção. E aí eu explicava tudo, porque de fato não é tanto. Mas é uma coisa que vinha de nós mesmo, né? Ele fazia sapatinho para todos nós.
E assim, das brincadeiras que você lembra?
Eu lembro das brincadeiras sempre tendo a ver com essa história da vida virada para fora. Era na porta da casa, né? eh... As noites quentes, muita gente parava lá e tinha insetos, né? bisovo. Uma vez eu achei um besouro desse tamanho, eu grudei uma caixa de fósforo, lembro disso, uma caixa de fósforo com uma linha, não sei o quê, fiz uma carrocinha ah e todo mundo mostrava, minha mãe mostrava, olha o que ela fez, o besouro carregava a carroça, eu punha o palito, enfim. Mas era uma, uma coisa simples assim, muito rica, muito simples e muito... Onde tinha conflito, mas onde estava o conflito, eu não localizo bem. Agora, eu acho que tinha o conflito com essa história do meu pai ser um homem de expressão pública. E ela se ressentia disso. Ele estava sempre conversando, lidando. Ele entrou também numa história... Ele morreu em mil novecentos e quarenta e cinco, né, eh, mas ele já tinha entrado numa história de vender terreno. Porque ele que conhecia os caipiras, né. E todo esse processo foi de expropriação dos caipiras. Ele não era caipira original do lugar, mas ali ele ele teceu relações muito profundas.

E você perdeu o pai, assim, você era muito jovem, mas tem alguma história, assim, que você lembra, que ficou para você do seu pai? Ele contava histórias para você?
Ele não contava história, não. Mas ele estava sempre junto. Meu pai ia para cidade toda segunda-feira. Ele tinha um chapéu diferente para ir na cidade e tinha eh uma roupa também diferente para ir para cidade. E ele falava que ele ia para cidade e a gente já sabia que ele ia trazer um bolo que ele comprava numa confeitaria, que eu não sei o nome também, mas era muito bom aquele bolo ãh Nunca mais comi com o mesmo gosto. Quando ele ele chegava, ele dava o bolo e E ãh ele perguntava, o que você quer hoje? E eu sempre queria o bolo e E a minha irmã um dia pediu uma gaita. Não, uma sanfona. Ela falou sanfona. Ela queria uma sanfona. Aí ele dava risada, dizia, mas uma sanfona... ãh, então eu vou te trazer um bode e uma sanfona. Ele fez uma piada com essa história. E trouxe, mas ele não trouxe sanfona, ele trouxe uma gaita. E aí ele trouxe duas, uma para mim e uma para ela. E a gente tocava aquela gaita o tempo inteiro. E a minha irmã falava, mas e o bode? <laughs> Pai, e o bode? Essa é uma coisa que ficou, a história do bode e da sanfona.

Tinha isso de vocês irem até a cidade? Você lembra disso?
Eu ia muito à cidade porque a minha mãe me levava na Santa Casa.

Já era muito diferente. Eu lembro que, andando pelas ruas, tinha umas casas bonitas, tinha jardim, eh, tudo calçado, chovia, ficava limpo, né. Eh, isso a gente não tinha chovia, tinha lama mesmo. E a, para mim, aquilo era interessante, era bonito.
Mas como é que vocês iam? Qual era a forma de locomoção que vocês utilizavam?
Tinha uma jardineira que saía do bairro e levava até a Estação da Barra Funda. A gente descia na estação, atravessava as porteiras, porque tinha uma porteira que fechava para o trem passar e levantava para as pessoas passarem. A gente esperava a porteira abrir, se chamava isso, abrir a porteira.

Na Barra Funda tinha um bonde que levava no centro da cidade.

Ou, acho que tinha um número diferente, não sei, um que passava perto da Santa Casa, onde eu ia. Então, desde pequena, eu pegava esse bonde. Eu fazia esse caminho a pé, pegava esse bonde, conhecia muita gente. Agora, quem frequentava a cidade era o meu pai. E o meu pai ia à cidade toda segunda-feira porque ele comprava couro. Tinha essas coisas aí ãh para o trabalho dele. E a a afiava as facas. Ele tinha que ter facas perfeitas para fazer corte de de couro e, é E ele ia à cidade também É gozado isso. Quando tivesse qualquer evento cívico, não podia ter desfile, ter qualquer coisa que ele não fosse. Eu lembro que quando chegaram os...Eh ele morreu logo em seguida. Quando chegou a Força Expedicionária da Segunda Guerra Mundial, ele logo cedo levantou e falou, eu vou receber os pratinhas. E a minha mãe fez o maior rolo com ele. Eu era pequena, porque... Eh, mas como? Ah, não, eu vou. E aí ele põe a roupa de ir na cidade, o chapéu de ir na cidade e foi. Então ele ia em desfile de sete de setembro. Ele ia, e aí fazia o caminho a pé, porque não tinha jardineira. Ele ia na Corrida de São Silvestre. Sempre arrumava alguém ou, se não tivesse, ele ia sozinho. Ele saía do Limão e ia ver a Corrida de São Silvestre. Então, era uma pessoa que participava do movimento da cidade, né.
Ele ele faleceu do quê? Do coração.

Ele tinha quarenta e quatro, quarenta e seis anos, por aí. Teve um infarto e morreu.
E aí, como é que ficou isso na na sua família? Como é que foi o continuar?
Até hoje, eu não sei porque eu não tenho trauma. Podia ter tido, eu tinha seis anos e mudou tudo, virou assim, mas não tenho. ganhou um trauma que eu acho que ela carrega até hoje. Porque eh a minha mãe ficou viúva, com seis filhos, com trinta e nove anos de idade. E sem profissão. E não tem coisa mais pobre, né, do que uma viúva. Mas ela... Mulher esperta, sabe? Ela começou a trabalhar? Não, sabe o que ela fez? Você não vai nem acreditar. A minha casa tinha... Eu já não morava mais nessa casinha. Assim que meu pai morreu, esse Matheus Bey aí deu uma casa que ele tinha, porque a gente pagava aluguel, que ele tinha na mesma rua e falou, a senhora fica aí com seus filhos. Assim que que meu pai morreu. E era uma casa boa, eu acho Eu entendo que era uma casa boa. E era também na beira de rua. Ela pegou, tirou a janela, botou uma porta e montou uma loja. Do que ela já entendia, que era sapato. Ela ajudava ele e tal. Ela montou e teve essa loja durante trinta anos. A loja não dava muito, mas deu para viver. Deu para todo mundo ir para escola e eh... E os meus irmãos, eles... O mais velho trabalhava muito com meu pai ãh, nos sapatos, também tirava medidas. O outro também. Afinal, essas coisas se aprendem de ficar junto, sabe? A minha casa era uma oficina. Na verdade, era isso. Ela era uma oficina. A gente Eu lembro que eu gostava de ir lá cheirar cola <laughs> Quando ele estava passando cola para fazer as vidas, eu ficava perto <inhales> Aí eu achava tão bom <laughs> Eu <laughs> chamava a minha irmã pequena. Até hoje a gente ri. Coitadas das crianças, não <laughs> podem nem cheirar cola. Era só uma vez por semana, porque é caro, sabe? É uma coisa cara, e ela evapora num instantinho. Então, eu abria a lata, ele tinha aquela porção assim para fazer, e aí ele mandava ir embora. Eu falava, vai embora daqui, vamos que esse cheiro de benzina... É benzina, né? O cheiro é de benzina. É muito forte. Mas isso é folclore, né? Agora eh, os meus irmãos tinham essa habilidade também. Não como o meu pai, ele era um artista mesmo. Mas era bonito, você não tem ideia do que ele fazia com o couro Aí a minha mãe montou essa lojinha e os meus irmãos ficaram... Olha, nós trabalhamos a vida inteira, muito, desde pequeno. Quando eu saí do colégio, com onze anos, doze, que eu saí do colégio das freiras, E não fui fazer ginásio porque não tinha. Não tinha ginásio, não tinha o que fazer. Ela... menina com essa idade dá muito trabalho para os pais, sabe? São os hormônios. É, Ela me botou numa oficina de costura

Você já estava entrando na escola. Como que foi a sua primeira escola? Onde Como que era essa escola?
Ah, é, mas eh eu estou contando da família

Quando meu pai morreu, eu já estava no colégio. Eu fui para o colégio de Freiras com seis anos e pouco para fazer... Hoje fala pré, não era, não sei o que, infantil, né. Eu lembro da minha primeira vez que entrei no colégio, porque a minha casa era muito pequena, muito modesta, e o colégio era lindo, grande. Era uma coisa... Voltei lá agora, quando eu fiz essa pesquisa, e não é tão grande. Continua bonito, <laughs> mas não é tão grande. <laughs> Aí, aí Nesse colégio eh, eu fiz amizades profundas com as freiras. Elas eram francesas, moças, né, que vieram, que participavam desses projetos da igreja católica mesmo, era um colégio religioso, pelo mundo, e elas vieram parar no Brasil, e no Brasil,

Eram moças muito educadas, essas freiras. Hoje eu acho isso. Ãh

De sair do colégio para ir à missa na igreja, ela começou a namorar o cobrador de ônibus e largou a a irmandade. Não sei se é verdade, mas os alunos adoravam contar essa história ãh Eu me lembro da freira, que era muito bonitinha mesmo, mas elas eram muito bonitas. As famílias ãh camponesas sofriam muito com a história de ter filhas que não casassem, né. Então, entregavam para a igreja. E a igreja que cuidava das moças e organizava a a Aquelas que fossem para a igreja sem dote eram as cozinheiras.

Ela passava a tarde inteira lavando a louça do almoço de todo mundo. Era a tarde inteirinha. A gente entrava para ter aula eh, tinha o recreio, ela ainda estava lavando a louça. Acabava a segunda parte da aula, ela ainda estava lavando a louça. Ela usava sapato furado, roupa velha. Com o tempo, lendo romance mesmo, nem é estudando, eu fui me esclarecendo desse papel da Igreja Católica para as moças que não se casavam. Era um ônus para a família. E a família entregava para a igreja mesmo. Agora, se entregasse com dote e e já com algum preparo intelectual, ela tinha uma função. A igreja recebia sem dote, mas aí ia ser subalterno mesmo. Isso eu aprendi depois. Nessa escola. <laughs> E convivi com isso lá, mas eu não entendia, mas ãh tocava a minha sensibilidade a essa diferença. E sabe por quê? Porque nem sempre as irmãs queriam conversar muito conosco, mas essa queria sempre, ãh Essa sempre queria falar alguma coisa, queria estar perto, ou seja, ela estava separada mesmo. E isso era interessante. Bom, mas eu saí desse Como toda escola primária é marcante para qualquer pessoa, né. E tinha assim, uma...
Você lembra de uma aula, algum assunto?
Eu lembro de tudo. É <laughs> Eu lembro de tudo. Eu lembro que que a irmã-chefe lá passava por mim e falava, você é tagarela. E eu pensava, o que será isso? O que será isso? Aí o meu irmão mais velho, um dia, indo para cidade, apareceu com um dicionário da língua portuguesa dessa grossura. E eu falei para ele, vê o que é tagarela <laughs> <laughs> Eu lembro até hoje. Eu falei Poxa, será que eu falo tanto? É isso, né? Ela fala que eu falo. Ah, e aí eu ficava perguntando. Mas essa história do dicionário do meu irmão é muito boa, viu? Sabe por quê? eu tenho Uma das minhas irmãs se casou com dezesseis anos. E um dia, eu vindo do colégio, porque vocês não têm ideia, era tudo muito simples, era tudo...eh... E eu vinha, minha mãe sabia que lá para as quatro e meia, quinze para cinco, eu estava em casa. Era o horário de chegar, eu vinha sozinha, sozinha. Andava, uma liberdade que, olha, meus filhos não tiveram nada disso, coitados. Parece que nasceram na forma. Ãh

Entrei lá, ela era casada de pouco tempo, aquela casa bonitinha, tudo arrumadinha, assim, tudo simples, mas tudo arrumadinho, e eis que eu olho assim e vejo leite condensado, sabe? E eu já tinha visto no no Empório um leite condensado.

Condensado. Eu não sabia o que era aquilo, né. Condensado. Meu irmão aparece com o dicionário e eu queria saber o que era tagarela, o que era condensado. E meu irmão vira e diz para mim, é uma coisa que não é sólido e nem é líquido. <laughs> Pronto. <laughs> E não resolveu a minha vida com o condensado. Bom, eu estou na casa da minha irmã e vi leite conden vi a latinha moça. Aquela latinha do leite moça. Eu falei para ela, olha, onde você eh... Você comprou? Ela falou, comprei. Pegou uma colher e falou, come, vê que gostoso. Eu peguei a colher, era uma delícia, <laughs> eu não parava de comer. Mas por que na minha casa não tinha? A gente tinha vaca, tinha nove litros de leite por dia. Claro que não ia ter leite condensado. Bom, cheguei em casa e a minha mãe, brava, falou, o que que aconteceu? ah Passou da hora.

Falei, quieta assim. Ela falou, mas o que que foi então? Eu falei, mãe, eu quero <laughs> casar. Ela contou isso <laughs> a vida inteira para todo mundo, né? Coisa boa, poxa.
Casava, tinha leite condensado. <laughs>
O meu marido é que fala para mim, ah, vende
Aí você fez o primário nessa escola?
Fiz o primário nessa escola e parei de estudar. Porque não tinha, não tinha o que fazer. Eu eu vivia num mundo que mulher com dezoito anos está está casando, dezessete, dezoito anos está casando. Minha própria irmã casou com E não tinha um projeto de continuidade. Sabe qual era o projeto de continuidade que nunca as freiras propuseram, porque não daria certo?

E o que que ia fazer em passa quatro? Ia fazer escola normal e depois, quem sabe, uma universidade, enfim, mas isso... Agora, para ir para o colégio interno, precisava dinheiro, precisava enxoval, que as pessoas Não tinham. Então, eu vivia muito bem com as feiras, mas esse projeto não podia ser para mim.

Que eu fiquei lá?
Eu fiquei, eu creio que fosse até perto de doze anos. Hum...
Então, seria o antigo primário, é, um pedaço do ginásio, é, que a gente conhecia como ginásio.
É. Aí, fiquei em casa e a minha mãe, ela sempre arrumava um jeito que as pessoas tinham que fazer alguma coisa. Sete e meia da manhã, todo mundo em pé. Ninguém podia ficar. Oito horas, todo mundo trabalhando. Então, a gente nasceu e cresceu assim, né? Porque era tomar conta da nossa própria vida. Bom, o resultado. Quando eu tinha uns doze, treze anos, eu só queria saber de rua, sabe? De amiguinha. Ela pegou e arrumou uma oficina de costura e me mandou para uma oficina de costura.
E você <laughs> sabia trabalhar com isso? A minha casa era uma oficina. Era uma oficina. A gente sabia sempre coisas.

Além de desenho, a gente fazia tudo, sabe?

E lá eu sentava numa oficina e cortava a linha. Era roupa de criança. Cortava a linha, enfim, vinha aquele monte de coisa. Mas a minha mãe estava sossegada que eu ficava lá. Levava o lanche, ficava lá o dia inteiro. Não durou muito, viu? Porque o Ministério do Trabalho não deixava criança com menos de treze anos trabalhar. E aí não durou muito. Foi assim, uma coisa... Aí fiquei em casa de novo. Aí fui aprender a costurar.

Fui aprender a costurar. Aquilo era uma farra, sabe? Todo dia eu ia para casa dela e ela tinha uma filha normalista.

E a gente e ela fazia lição, e eu ficava junto, ela estudava sociologia, eu estava lá na cola Um estudo meio bobo ela fazia, enfim. É Até porque eu não assistia às aulas, então nem entendia nada daquilo. Mas a gente ficava junto, bastante. Aí eu mesma inventei um outro lugar para eu trabalhar.

Fui numa oficina de costura também, fazia casacos. Trabalhar numa oficina eram judeus. Ah Fiquei também nada significativo. Cheguei a talvez dois, três meses. Não fui mais. Eh E aí eu não lembro se foi a história do Ministério do Trabalho. Já não lembro. Pode ter sido, porque não podia trabalhar mesmo com Agora, eles pegavam, sabe? Porque somavam, no fim do ano, um monte de criança <laughs> que trabalhou um pouco. Eles pegavam, era só aparecer. Eu só sei que quando eu já era maior e já circulava de ônibus tudo, eu falei para minha mãe, olha, eu vou fazer ginásio. E ela falou, onde?

Mas é de noite, eu falei, é. É, mas não tem problema, o ônibus passa aqui na porta de casa. Aí já tinha um ônibus e eu acostumei. Então, eu fui fazer, eu tinha que fazer um exame de admissão. Você tinha que passar, era um vestibularzinho, né, para entrar no colégio público. Os colégios públicos, de fato, eram as melhores escolas que tinham. Não sei se você já ouviu essa história, né? Era difícil entrar, mas mais difícil ainda sair, viu? Não saía. Era bem difícil. Eu fui lá, prestei exame, fui bem para chuchu, me lembro disso, eh, e comecei a fazer o ginásio de noite. Foi uma maravilha na minha vida, né?

Quando eu saía, dez para às onze o mundo tinha mudado, né, porque aqueles professores eram uma maravilha, viu? Vou te contar. Eu acho também que tem aí essa distância entre o mundo que eu tinha e o mundo que eu estava descobrindo.
Essa essa diferença foi... Você se locomovia, estava à noite... A literatura, né?
Descobri a literatura, hum, foi uma coisa E essa escola existe ainda? Essa escola existe.

Era uma escola tão extraordinária, foi uma abertura para o mundo, sabe?
dos professores, assim Tinha alguma matéria predileta na época?
Olha, eu vou te falar viu Eu entrei assim no ginásio e eu fui bem eu ia bem em tudo, viu. Mas não é tanto que eu estudasse, não. É que eu gostava mesmo daquele movimento, daquela coisa. Nada ficava perdido, ãh Eu gostava muito de história, sabe?

O professor falou e eu ia lá procurar e tirava. E de sábado e domingo eu devolvia livro, pegava livro.
E desses livros que você lia nessa época, teve algum que marcou daquela época?
Ah, eu gostava do Fagundes Varela, né? Eu me lembro que foi uma boa descoberta. Também tinha uma coisa interessante que teve com a geografia que Que foi, era o momento em que a geografia ela tinha um capítulo da cosmografia. Era o Ptolomeu, né, os primeiros mapas, a identificação da terra, dos sistemas, do universo. Isso era um susto para quem tinha um mundinho assim.
Esse foi o primeiro chamariz assim para geografia, que você lembra?
Não, eu não tenho essa determinação. Parece que depois que tudo passou, você vai querer encaixar as coisas. Eu acho que não tenho essa determinação. Mas eu tive muita sorte. Eu tive uma professora de francês, a mesma professora, durante todos os anos do meu ensino secundário. Então, eu aprendi a escrever e falar francês na escola pública. Isso não existe, né? Isso não existe. Foi Depois também eu descobri, por outros caminhos, que esse projeto dos ginásios estaduais era o projeto da Faculdade de Filosofia. Então eu era a objetivação daquilo que Antônio Cândido e toda aquela gente estava investindo intelectualmente. Eu tive essa sorte também. Todos os meus professores estavam saindo da Faculdade de Filosofia nessa época, anos cinquenta.
E e você já ima queria fazer alguma coisa? Tinha um sonho já nessa época, não, de fazer?
Não. Eu não tinha nenhum sonho. A vida era o cotidiano duro.
Você trabalhava durante o dia?

Olha, hum, nessa época, hum, que eu fui fazer ginásio, hum, eu não trabalhava, mas trabalhava da seguinte forma. Eu levantava cedo, eu fazia comida para minha casa ãh e terminava de lavar a louça às duas e meia da tarde. Eu olhava no relógio e não podia passar, porque das duas e meia às seis e quinze eu estudava. Agora, nem sempre eu ficava essa parte da manhã em casa. Podia trocar e ficar na loja. Podia trocar, se tivesse alguém que trocasse. Se a minha irmã quisesse trocar, por exemplo, eu ia para loja e ela vinha e ficava em casa ou trocava com a minha mãe. Mas porque tinha que ficar na loja, tinha que lavar a roupa, fazer a comida, né. Nós nunca compramos nada feito, nem nem costura, a A própria roupa a gente fazia, ãh E aí, porque não tinha dinheiro assim. O dinheiro era para pegar a condução, para comprar alimentos, né? Mas não era nada ruim, viu? Não pense que era Não era nada ruim, nem um pouco. Também não é porque passou. Te digo que não era nada ruim porque éramos éramos tão alegres, viu? Olha, a minha mãe tinha umas coisas também de... de estrangeiro. Aqui não tem nada a ver com pintar a casa todo ano, né? Lá, porque tem gelo, eles passam cal. Pois ela fazia a gente tirar tudo, pôr no quintal e passar cal na casa inteira. E nós fazíamos lá. Semana Santa tinha que passar cal nos quartos, tudo. Ficava bonito, ficava cheiroso.

Dessa época de escola, assim, eh, tem algum caos, assim, que ficou marcante para você dessa época? Casos com colegas, alguma história que você quer deixar registrado?
Não, eu acho que uma coisa pessoal, assim, é que eu saía no recreio e eu via as meninas de treze anos, que faziam o curso de economia doméstica, Para mim, elas eram bonitas, grandes, elas sabiam tudo. Eu queria ser igual. Isso eu me lembro. Então, eu queria ter <laughs> treze anos de qualquer jeito. Eu <laughs> nunca esqueci isso. <laughs> Por que a gente enfia essas coisas na cabeça?

E como é que era o bairro lá também?

Maravilhoso. Hum. Eu pude

E o colégio ficava no meio. Então, eu tinha lá no na minha classe, nas classes que eu frequentei, tinha tanto judeus como ãh italianos. E as moças judias eram sempre muito bonitas, muito bem vestidas, nem sempre muito inteligentes, porque não se dedicavam absolutamente àquilo. Como eu, por exemplo, me dedicava, eu só tinha aquilo. Então, para mim, era tudo uma maravilha tal. Elas tinham uma abertura maior para o mundo e tinham outras experiências, e isso dá para saber ãh Provavelmente viajassem, né, eh Eram moças que tinham um outro estatuto social, né, status, desculpe, social. Uhum. Mas muito amigas, muito bonitas, muito corretas, enfim. Então eh, até ver e conviver com essa diversidade foi muito interessante. Eu me lembro muito dessa mistura.

que eu andava, essa parte mais baixa, ainda era uma época em que a televisão não monopolizava, não, creio eu, que fosse isso, tanto as pessoas. E, nas noites quentes, dava até para conhecer as famílias, pelo trajeto que você fazia do ônibus para a escola, e depois da escola para o ponto de ônibus. E, quando juntava turma, noites muito quentes, andava mais um quarteirão, enfim.

Aí era longe? Estou pensando mais no cotidiano mesmo, <laughs> no ir a vir desse cotidiano. Como essas pessoas eram representadas na minha vida.
Você fez até que série nessa escola?
Nessa escola. Eu fiz todo o curso ginasial e colegial.
Ah, o colégio também? Também. E E teve uma formatura, você lembra disso? Ou nessa época Não teve. E dos seus amigos assim marcantes dessa desse período?
Eu tenho algumas ãh lembranças. Eu tenho tenho uma que foi ãh morar nos Estados Unidos, depois soube que ela voltou porque ela foi madrinha de casamento de uma outra, mas não que a gente ficasse assim. Tem uma que é uma dentista muito conhecida que, de vez em quando, ela já é uma senhora hoje. Ela foi... Lembra o nome?

E dessa época... E lazer? Qual o lazer? Porque porque a gente vê o trabalho muito, né,... O trabalho é o que move a sua casa, a gente está visualizando... Minha filha, não existia essa separação, uhum.
Isso é uma invenção, o lazer fora da vida. nos lugares assim meio separados, porque a modernidade ainda estava longe. Estou dizendo que, ao entrar no ginásio, é que eu descortina o mundo. Então, o lazer não é uma função separada da vida, né. A minha casa Eu fui ser professora depois e creio que tenha me comunicado bem, porque eu nasci me comunicando. Eu não fui aprender pedagogia para me comunicar. Eu até estudei pedagogia, mas eu já sabia me comunicar. E era isso, né?

Até uns dezoito anos, por aí, eu vivi muito aquela comunidade. Depois, também estou te contando que o mundo foi se alargando, né? Por exemplo, ir à biblioteca municipal era um lazer enorme. Sabe por quê?

Nas livrarias tinha um tititi que era formidável.

Frequentava isso. Depois tomava um café no fazano. Encontrava o conhecido. Ou não encontrava, porque ali era o teatro da vida mesmo. Eu eu acho que essa é a diferença da cidade com a metrópole. A metrópole não tem o teatro da experiência. Ela tem o fluxo das coisas, né. É sempre o fluxo. E eu ãh, então Férias, por exemplo. Eu não sou uma pessoa que está na minha cultura ter férias. Sabe, ter que tirar férias. Eu fui para a Alemanha e vi aquela gente eh que começou a trabalhar essa semana, já está com com um negócio turístico, não sei o que lá, porque vai não sei onde. Realmente, esta história do lazer é um componente da desta nossa modernidade bastante complexa.

Tinha tudo! <laughs>
Tinha tudo! <laughs> A felicidade das crianças é que as crianças entravam na casa que quisessem entrar, porque nunca ninguém teve chave na porta. Eu fui ter chave com trinta anos de idade, nem sabia usar. Entende? Então, é uma felicidade geral. É tudo junto. As festas da igreja, mesmo quando você gosta, quando você não gosta, é aquela festa mesmo, <laughs> porque não tem outra. Então, eram as quermesses, leilões e parquinho quando vinha, circo, né, cinema. O cinema foi muito importante Não digo assim na formação, mas o cinema foi muito importante para mostrar o mundo também. Eu acho que foi uma das melhores coisas que aconteceu ãh na sociedade.
Você lembra a primeira vez que você foi ao cinema?
Olha, a primeira não teve. Você sabe por quê?

Até tinha lá no bairro um rapaz que tinha, acho que era um Super oito, de fazer filme, e fazia filme da gente nos jogos de futebol, depois projetava de noite. Eu me vi muitas vezes nessa nessa projeção desse rapaz. virando cambalhota na grama, assim, coisa de criança. Então, veja você, é num contínuo, não é, que as coisas vão acontecendo.

Que ficava onde?

Que é hoje o Teatro São Pedro. E eu ia de domingo, durante um longo período fiz isso eh, por causa do seriado. Passava um pedaço a cada domingo, então A primeira parte do eh... A sessão de cinema tinha quatro horas. A primeira parte tinha o seriado e a segunda parte tinha um filme. Ou é o contrário? Isso eu não me lembro. Eu só sei que a gente ia ver a continuação. Era o Tarzan, né? Eh Também me lembro que eu tinha medo de japonês. Eu achava japonês esquisito. Também descobri por quê. É porque os americanos só mandavam filmes que o japonês era monstro. <laughs> Era a Segunda Guerra Mundial, não? <laughs> O que eu vi monstro japonês, nossa senhora! Eles eram sempre uma coisa... Os maus. <laughs> Os maus, é. Então, o cinema foi muito importante, o cinema de bairro, né. Ah Eu até escrevi em algum lugar que a cidade e o cinema é um tópico que as pesquisas deveriam eh explorar, porque deu um outro sentido de espaço e de tempo na vida dos sujeitos mais simples. Foi tão importante o o o cinema, só isso vou te falar, para não quebrar muito, foi tão importante que as paróquias de São Paulo começaram a montar os seus cinemas. Primeiro os padres e a igreja toda recusou o cinema. Lá nos Estados Unidos teve uma organização de umas mulheres lá ãh que Tentava ir até o parlamento para dizer o que Hollywood tinha. Imagina, alguém pode com Hollywood? Aquilo é uma indústria. tem a sua própria lógica e vai embora, né? Mas a igreja tentou, inclusive dentro dos Estados Unidos eh, influir na lógica do cinema eh. Mas não deu certo, né? Porque o cinema pegou. É demais, né?

Quais que você lembra assim?
Eu lembro de todos. Marrocos, Arte Palácio, Metro, Marabá, Ipiranga, República, nem sei, Paissandu, Cairo. E uma coisa tão impressionante era porque as pessoas tinham a vida delas e, quando queriam comemorar alguma coisa, punham a melhor roupa e iam ao cinema na cidade. O cinema do bairro era para meninada tal, mas a meninada também ia ao cinema da cidade quando ganhava um trocado a mais tal. Então, a cidade e o cinema é um tema. Porque sabe o que aconteceu com essa história do cinema? O cinema ritualizou a cidade. Ele criou uma certa ah ritualização no uso da cidade. Da mesma forma que eu creio que o futebol também. um papel extraordinário. O futebol, por outras razões eh... O cinema porque universalizava, né? E o futebol... Bom, vá... O <laughs> futebol porque foi a primeira festa profana na nossa sociedade. Tudo era religioso até o futebol. Com o futebol, coitados dos pais. Também eles enfrentaram o futebol. Mas não conseguiram e aí fundaram os seus grêmios. Os colégios católicos passaram a ter os seus times, grêmios e tentar disputar as taças, os campeonatos, enfim.
Eu queria falar, depois a gente voltar um pouco nisso, mas só para pegar a sequência. Você saiu do colégio e o que que você fez em seguida?
Saí do colégio. Você quer dizer o curso, é, ginasial? Não fiz nada. Fui trabalhar. Não fiz nada. Fiquei numa vida boa que só. Cinema na cidade. Trabalhando, trabalhei bastante.
Aí foi trabalhar na loja? ou foi

Fui trabalhar fora. Com costura mesmo?
Não. Aí eu fui trabalhar, eu fui secretária de um judeu, que hoje é...

Eu fui secretária dele. Era um homem culto também, mas muito preguiçoso. Então, ele trazia as publicações da comunidade para eu ler e contar para ele o que tinha. Então, mais eu acelerava essa história. Mas quando chegou assim, em meados de sessenta, eu percebi que eu não tinha dado certo numa direção, mas que eu podia dar certo noutra. Ou seja, qual era a direção que não tinha dado certo? Eu não tinha casado. Eu não tinha casado... Para a minha situação social, histórica, com vinte anos, eu deveria estar casando. vinte e um anos, por aí, no máximo, né. Porque a expressão que ficou para a tia já é para a moça de vinte vinte e três, vinte e quatro anos, já existia essa expressão. Então, eu gostava mesmo de estudar, continu
Mas você teve algum namoradinho? Claro, tive <laughs> vários.

Então, eu quase casei. Mas que bom que eu não casei. <laughs> Agora já falei. <laughs> Mas foi muito bom, porque a vida continuou firme, né. E meus tios, né? Aqueles meus tios anarquistas, comunistas, que continuavam tios ainda, Eles sempre orientavam mais ou menos as coisas.
E você tinha contato com essas ideias?

Quando o padre passava na rua, eles xingavam o padre de corvo e a minha mãe dizia assim, vocês calem a boca porque vocês não moram aqui, vão embora e eu fico aqui do lado do <laughs> padre. Então, tinha uma... Eles produziam uma certa crítica, não quer dizer que a gente pudesse produzir, mas a gente via aquilo, né? E, aí, então, lá numa certa época, eu falei, ah, eu vou entrar na universidade.

Aí eu pensei, falei, mas eu nem sei o que é Ciências Sociais não. Eu preciso fazer uma coisa que eu saiba o que é, né. Eu não sei o que é Ciências Sociais. Aí eu fui para o cursinho. Fui no cursinho, conheci gente. ãh, e no cursinho, eu falei, ah, eu vou fazer um curso de Geografia. Mas não tinha ninguém para fazer um curso de Geografia, então não tinha aula. E eu fui para a Turma da Economia. Com a turma da economia, eles quase me convenceram a fazer economia. Mas eu falei, ah, não, não quero saber de economia. Eu vou fazer geografia. E E foi assim. Prestei vestibular, entrei. E E foi muito difícil fazer o meu curso. Foi muito difícil. Porque eu entrei em sessenta e seis e A universidade estava na mira da ditadura militar. E os estudantes ãh assumiram posições políticas, né, tanto em defesa da universidade, como em defesa da sociedade. E era um conflito enorme, enorme. Aí a vida virou política de vez, né.
Você se alinhou a alguma organização?
Ah, sim, minha filha. Eu costumo <laughs> dizer que o quê? O que mais ofendia alguém, vocês podem achar um contrassenso, era você dizer você é um alienado. É uma época em que ser alienado, alienado do espírito do tempo, né, que era aquele tempo, ser alienado era uma doença. E isso não era possível. Então, mesmo os colegas que fossem, Por quaisquer razões que fossem. Eles ãh não estivessem na luta, eles procuravam para dar apoio. Eles procuravam para dar apoio, porque sabia que era um movimento terrível, né? Morria muita gente eh Eu perdi muitos amigos, sabe?
Enfim... Você entrou em que organização?

Só para deixar registrado a sigla, o significado.

Nessa época era um valor social, tinha algo interno nisso tudo, que era a expectativa de que a classe operária ela mudasse a base social deste país. Não era só uma expectativa, nós tínhamos estudos teóricos, né, e era um um ideário que se difundiu pelo mundo. Tem alguma coisa difícil de responder. Por exemplo, por que ãh sessenta e oito é um movimento que eclode ao mesmo tempo, não tinha internet, não tinha nada disso, ele eclode ao mesmo tempo em todos os lugares. E por que os estudantes assumiram... Por que eram os estudantes os sujeitos sociais desse movimento? É difícil eu responder isso, né, ãh Mas, como eu tinha lá essa história dos tios comunistas, eu fico tentada a pensar que... desde a década antes com os anarquistas, mas a década de vinte com os comunistas, foi havendo um acúmulo, sabe? Um um acúmulo ãh de interpretação, um acúmulo de crítica, um acúmulo, inclusive, de aspiração ãh de mudanças profundas. O Brasil era um país ainda rural A classe operária está toda eh ganhando expressão. E eu acho também... que os partidos comunistas no mundo, eles propiciaram esse acúmulo, mesmo depois tendo que enfrentar as cisões, porque em todos os países também teve cisões no Partido Comunista, até não poder mais. A própria Polop, ela fazia crítica do Partido Comunista e propunha um uma outra direção para a política eh Mas eu creio que o movimento de sessen porque houve um acúmulo de potência. Era um acúmulo. Ele ia sair igual tampa de panela de pressão. E ele eclodiu naquele tempo e e eu acho mesmo que foi um trabalho que foi em escala mundial, porque essa era a estratégia do Partido Comunista Russo, era era criar partidos comunistas em todos os países que tivessem o proletário, porque o proletário era, enfim, quem ia dirigir essa história. Ora, isso houve um acúmulo político. Em sessenta e oito, esse acúmulo político aflorou. No Brasil, eh... fala-se muito que o movimento político teve a ver com a ditadura. Ele tem a ver com a ditadura, que é conjuntural, é uma ditadura no Brasil, mas sessenta e oito não foi só no Brasil, entende? Aí é que tem que ver mesmo com esse acúmulo político que aconteceu ao longo da década de Muito trabalho político, miúdo na textura fina da sociedade. Esses meus tios, casados com duas italianas, eu pequena dormia na casa deles, eles passavam a noite inteira fazendo cola em latas de vinte litros para colar manifestos do Partido Comunista em postos, pontos de ônibus, postes, paredes, enfim. Essa coisa é miúda, entende que não se sabe? Eh E fugindo da polícia, né, porque um deles vivia preso. E o outro trabalhava e sustentava os dois.
Dessa sua fase militante, eh, você lembra algum episódio, uma uma participação, uma coisa que você, que ficou marcada para você? Uma ação? Uma manifestação? Ah, eu nunca
Ah, eu nunca fiz grandes coisas, não. Uhum. Não!

Mas eu lembro de ter explorado um atributo meu que foi interessante. Eu trabalhava e estudava, né? Então, eu comecei a me vestir de senhora mesmo. Eu punha taier, meia, para distribuir as coisas do <laughs> partido. E distribuía nos lugares públicos. Ãh Lugares públicos mais inesperados, eu estava com mala, coisa assim, vestida de senhora, que eu aproveitei.
Para despistar um pouco também, né?
<laughs> pouco, <laughs> despistar tudo. Devo te dizer, tudo com muito medo. A ditadura não foi brincadeira. A ditadura não foi brincadeira. Você deitava com medo e levantava com medo.
É que se comenta que mesmo aqui mesmo, aqui na uspê, na época, chegaram a ser retirados estudantes de sala de aula. Claro!
Claro, eu não fui retirada porque fugi. O meu amigo que foi. Então, nessa época, que retiravam aluno de sala de aula, eu fiquei, acho que um mês, fora de circulação ãh

Aí ele perguntou, mas onde está a sua irmã, então? Ela falou, por quê? O que você quer?

Ela falou, é, mas o que você quer? Ele falou, não, eu vou ficar aqui e fico esperando. Eu nunca apareci, né? Depois eles logo descobriram que tinha coisa mais importante para fazer do que ficar atrás de mim, né? Então, na minha casa foi só essa vez.
Isso foi por volta de sessenta e oito mesmo? Não, depois.

Depois eu estava forte, estava difícil, setenta...
Médici
É. Estava muito difícil. Uma outra oportunidade também, eu tenho uma amiga muito querida que entrou na faculdade comigo, que mora em Lisboa,

E essa daí, ela estava mais engajada do que eu a esta altura da da, naquele momento. E ela foi procurada pela polícia. Conseguiu fugir, levaram-na para

Né, ela foi foi exilada.

Na França, um professor conhecido nosso arrumou um trabalho para ela de secretária dele. Ela trabalhou bastante com ele. Aí teve a Revolução dos Cravos, e essa moça saiu de de Paris e foi

Enfim, fez esse periculo todo, né. Então, uma coisa interessante, difícil também, foi que ela saiu, mas eu fiquei trabalhando. E eu via a polícia pela janela onde eu estava trabalhando. A polícia do outro lado, eles usavam uma perua cê quatorze, verde, que identificava. Eles pensam que a gente não sabia, mas a gente sabia. Eu via quando a polícia estacionava lá e ficava esperando eu dizer, será que hoje eu passo, né? Eh... Porque tinha que passar. Até que um dia vieram falar comigo. Eu estava entrando e um sujeito veio assim do meu lado e falou... Como vai? Como vai não sei o quê Tudo bem. E continuei andando. Eh...

Minha amiga Maria José, querida amiga, ela ganhou uma bolsa e foi para Paris. Foi fazer uma pós-graduação em Paris. Em Paris? Quando? Eu inventei tudo. E aí, olha, mas agora eu tenho que trabalhar. Quase morri esse dia, porque era o cara da cê quatorze e tal, né?

Ele prestava serviço, inclusive, no Palácio. Bom, como eu tinha esse ritmo de ir ao trabalho todo dia, eles podem ter ficado olhando, mas não pegavam nada, né? Porque a essa altura eu... Depois a gente já via que não tinha mais solução, né, a A morte estava muito perto para as pessoas.
Perfeito. Voltando para a faculdade. Nessa época da sua faculdade, assim que você estava fazendo o curso de geografia, você já sentia assim uma simpatia por um lado da geografia? claro! <laughs> Como que foi isso? <laughs> ah, isso é
Como que aconteceu isso? <laughs> Bom, como aconteceu. Eh O primeiro ano do curso superior foi uma coisa boa para mim. O segundo ano já eu não conseguia mais estudar, já estava metida na política e as urgências eram Você se coloca como você é, um sujeito político. Ãh Não tinha mais jeito. Ãh Tem dois anos da minha ficha escolar que eu não faço nada. Um dia eu estava olhando aquilo lá, esqueci tudo isso e falei, ué, o que eu fiz? Aí eu lembrei <laughs> Não tem nada. Porque era outra vida, era outra coisa acontecendo, né. Então, mas eu gostava de ciência. Eu gostava de mecânica dos solos, de geologia. Depois começamos a estudar. Tinha climatologia um, climatologia dois. Eu gostava de ciência. Só que ãh eu sentia muita dificuldade em química. Se eu soubesse um pouco mais de química, eu teria eh lidado mais com ciência. Até aquelas mecânicas tal, dava, mas química, eu precisava estudar química. Eu tinha que parar tudo e estudar química para poder seguir na ciência. Mas também como na atividade política, a gente tinha que estudar tanto, tinha que ler tanto sobre história, né? Tem que ler. Eu lembro, sabe como é que eu li a Revolução Russa, escrita pelo Isaac Deutsch? São três volumes, né?

Eu saía do trabalho, ia lá e lia. Uma hora e meia, às vezes duas horas por dia, porque não podia carregar esses livros. Se você carregasse, você podia ser preso. Imagina ler o Isaac Deutsch escondido. Não posso acreditar. Não posso acreditar. E um dia, que a minha amiga que estava em... em Santiago, já que tinha se exilado, escreve para mim, dizendo, fui ao estádio e o Fidel falou durante duas horas e estava cheio de gente, cada um com a camisa do seu Grêmio. O Grêmio era partido político, né? Aquilo para mim era um sonho. Era um sonho uma coisa dessa acontecer. A pessoa estava... Como, né? Você poder expressar publicamente, né? Foi... Era bem impressionante mesmo. Bom, ãh, e eu lá pelas tantas terminei o curso de geografia, casei.
Mas como como, um parêntese, como você conheceu a pessoa com quem você casou?
Ah, na geografia, claro, né? <laughs>
<laughs> Era meu ambiente. E como despertou, como surgiu essa <laughs> simpatia e essa aproximação?
Eu acho que tem certas coisas que unem as pessoas e separam, sabe? É como a concepção de mundo ãh... Eu acho que é o que junta as pessoas. Uma concepção, uma coisa ãh ampla, né. Afinidade, né. É, e e Eu conheci o o meu marido em trabalho de campo, nas geografias, excursões que nós fazíamos, ãh, e E a atitude teórica, né, diante das questões. Isso foi alimentando um certo interesse. E também me convenci de que quem escolhe é a mulher. A mulher é que escolhe o companheiro mesmo, que escolhe formar o par ou não. E foi assim... <laughs> É, eu escolhi, eu escolhi e falei, serve para mim, ãh E aí vesti assim, pronto <laughs> Eu acho que é isso mesmo.

Não, não tinha, o curso de geografia era muito diferente, né? Depois teve a reforma universitária de setenta e foi mudando.
Como que era o curso? assim, O que tinha antes que não tem mais, só para deixar registrado? ah...
Por exemplo, ãh, os estudos iniciais Eram três anos, cada disciplina. Hoje é um ano. Por exemplo, tinha Geografia Física um, dois e três. Hoje tem uma introdução em que pode ser dado mesmo, mas o tempo que o indivíduo se dedica àquilo vai ser menos, né. Em compensação, se ganhou em outras coisas. Você tem o tê gê i que não tinha, é um trabalho de graduação individual. Ali o o aluno ele ele tem uma temática de interesse, né. Isso é bom. Eu terminei o curso assim, feito uma borboleta, sabe. Assim, gostava disso, daquilo, não sei o que lá. E li, li dois trabalhos. Eu li um trabalho que era do Fernando Henrique Cardoso sobre indústria. Achei tão bonito aquilo. e li um trabalho do Rio de Janeiro, que era da Lígia Cavalcante Bernardes, que era do i bê gê é, sobre a região urbana do Rio de Janeiro. E aí eu comecei a achar que isso era bonito mesmo, a geografia urbana, né? E comecei a me dedicar e fiz o mestrado em geografia urbana, o doutorado e a livre docência.
Antes de ir para para o mestrado mesmo, nessa época você já estava trabalhando, né, que você falou que estava na secretaria, né. É. Foi o único trabalho que você teve nesse período?
Não, eu dei aula. Eu estava terminando o curso de geografia. Bom, fazendo o curso de geografia, eu fazia muita política, eu tinha que sobreviver. Então eu dava, eu trabalhava o mínimo possível, porque o que eu queria era fazer política. Então eh, me arrumaram as aulas no Sindicato dos Bancários e eu dava aula de terça-feira à noite e de quinta-noite só. E também poucas aulas. Mas tinha o dinheiro que eu achava que dava. Afinal, nós íamos fazer a Revolução, era mais importante do que tudo. Era só ganhar para para ficar em pé. Certo. Era uma convicção, né? Uhum. Aí, quando eu fui fui vendo que até me mandaram embora, teve um problema político enorme, o sindicato dos bancários em plena ditadura eh Olha, para sair livre daquilo lá foi um problema, viu?

Ai, meu Deus! Às oito horas da manhã. Dava aula até a hora do almoço. Mas eu comecei a ajudar um professor meu numa pesquisa dele. Então eu ia duas tardes para a a geografia só para trabalhar na pesquisa dele. E qual que era a pesquisa? Era um mapa bonito que ele estava fazendo, sabe? Ipsométrico. Uma coisa interessante. Curva de nível. Então, eu ia lá ajudar, porque eu queria aprender também.

Creio que fosse parte de uma tese que ele preparava, uhum, mas eu estava só nessa parte. Eu e mais outros outras colegas. E E, logo, ele ele foi convidado para trabalhar eh, fazer um trabalho para o governo do estado e selecionou eh três estudantes. três ou quatro estudantes, e e me convidou. E eu fui. E aí eu levei o maior susto, porque eu tive salário. Aí eu vi quanto se ganhava. Era uma Era bom salário. Para mim, era bom salário. Foi Comecei assim.

Eu ganhei experiência, né. Trabalhei bastante. ganhei uma boa experiência.

Era uma coisa a definir.

Eu tenho muitas fotografias, foi muito bom para mim aquilo. Eu dei aula Eu dava aula de cinco e meia às nove da noite, um horário intermediário, porque eram crianças pequenas. Era uma escola primária que começou a ter ginásio a hora que terminava o o curso primário. E eu entrei aí, eu tinha vinte e cinco aulas nessa escola. E eram crianças todas pequenas, foi tão bonito... Eles tinham onze, doze anos, sabe? Eram umas crianças que eu gostava muito. De sábado, eu fiz muitas excursões com eles, aonde é hoje.

Como é que a chuva cai, como é que faz, ela está procurando o córrego e tal. E e era E foi um serviço, uma coisa boa. Depois,

A economia tinha um curso que era para, no máximo, vinte alunos. Era um curso financiado pelo bê ene dê esse Não, nessa época não era o bê ene dê esse Nessa época era a a acho eu, que já era o Banco Mundial. Era um curso de economia regional e urbana. E tinha que fazer um exame para entrar, porque era só para vinte pessoas. E eu fiz o exame e e fui selecionada. Aí eu pedi liberação para o secretário e ele deu.

Eu só ia para a economia, e era um curso em tempo integral, sabe? Foi foi também uma coisa boa que eu fiz. Mil novecentos e setenta e cinco. Eh

Pode preparar os seus documentos, porque eu não vou assumir. Eu disse, por que você não vai assumir?

O projeto dele era escrever os livros, né? E que, portanto, ele não viria. Então, eu organizei lá meus documentos tal, mas nunca era contratada.
E aí, mas até aí o mestrado nisso tudo você já
O mestrado está indo. Em setenta e dois eu entrei no mestrado. Eu levei muitos anos, porque parei para ir para a economia ãh, porque eu achava que precisava estudar mais. Bom, aí eh eu prestei o concurso na geografia, fiquei em segundo lugar, mas eu que entreguei os documentos e não me chamavam. Mas também eu nem estava ligando muito, sabe? Porque eu tinha o meu trabalho. Eu queria trocar mesmo, mas se saísse. Se não saísse, paciência. Mas eis que se configura que era um processo de triagem ideológica, porque não era só o meu caso. Era

E começou a falar em jornais e,enfim, a exigir a contratação. De repente, eu me vi num negócio desse. que era um movimento para a contratação dos professores que estavam sendo sofrendo essa triagem.

Era anistia, né, estava na mesa da reitoria. E saiu, mas, portanto, levou cinco anos.

É. Levou cinco anos eh e aí eu entrei na geografia e foi muito bom para mim.
Aí você tinha terminado o mestrado.
Não, que terminei... <laughs> Não, peraí.

Antes de você entrar na aula mesmo, me fala um pouco sobre a sua dissertação, a escolha do tema.
Como que foi. Olha, sabe como é que eu escolhi esse tema?

Porque existe, hoje eu não sei quantos tem, mas naquela época existiam onze eh que faziam coletas regionais para o governo nas diferentes regiões do estado, enfim, tinha um trabalho programado aí. E eu fazia isso.

Sempre na hora de almoçar eu dizia, ah, não, eu vou almoçar na praia. saía de onde eu estava e ia na praia. Mas aquilo me irritava, mas eu ia. Porque não tem, nem comida tinha. Tem os restaurantes, mas é completamente vazio. Porque é para funcionar no fim de semana ou é para funcionar nas férias. E eu queria que, inserir no movimento do trabalho, né. Eh Isso não era possível, então eu comecei a estudar isso. Eu comecei a estudar que maldição é esta, né?

E fiz até o cálculo de quanto elas ficam fechadas e tal, e fiz o meu mestrado com isso aí. O título qual foi?

Perfeito. Foi Delimitei a área da segunda residência mesmo, a residência ociosa.
Aí você deu continuidade a esse trabalho?

Eu estudei isso, o tamanho. E nessa, para discutir um processo de valorização, você tem que caminhar pelo histórico e pelo capital, né, eh Então, do ponto de vista teórico, eu adquiri essa chave interpretativa, né. Então, eu tinha que fazer o doutorado. Ainda fiquei um ano. Eu sou sempre devagar. Então, terminou o mestrado, fiquei um ano... pensando. Fui lá, me inscrevi para o doutorado e e marquei, então, que eu ia fazer um estudo.

E nem sempre a família não ia comigo, e eu caminhava

Enfim, ãh, coisas da pesquisa, não é?

Mesmo que eu tivesse que sacrificar, não teria que sacrificar a família assim <laughs> Eu olhava da minha janela na geografia

Dá para falar um pouco sobre... Eu sei que é difícil, <laughs> mas... Dá.
Os rios e as varjas de São Paulo, Eles integraram a história política, econômica, dessa coisa enorme que é a região metropolitana eh, na montagem do sistema hidrelétrico de São Paulo. Portanto, a capacidade hidráulica desta bacia foi assim, apropriada, e as várzeas foram transformadas em espaços de circulação. Então, os rios e várzeas, eles não são mais naturais. Eles são ãh uma tecnologia. Essa é a minha tese, eh Por isso que precisa de uma manutenção ininterrupta. A gente fala rio por força de expressão. Nós temos um sistema de canais ãh que durante cem anos foram construídos. Um sistema de de canais e edificação sobre as varzias. É bastante complexo porque estes rios A natureza deles, por sua própria natureza, eles são rios de planície. Rio de planície, ah meu santo, agora eu não vou parar nunca mais. Rio de planície é um é um é um rio que meandra, que é devagar, que desloca com dificuldade o volume, e e quando chega a época de cheia, de chuva, ele ocupa a várzea, porque a várzea é a superfície do próprio rio. Isso me faz argumentar que enchente é um problema social, porque foi extraído dos dos rios, foi modificado o regime dos rios e ocupadas as várzeas, não é? Então, o problema da enchente, a sociedade moderna, no seu acontecer, que criou. Porque esse fluxo natural do enche-esvazia não é enchente. Aliás, chamam-se planícies de inundação. Bom, foi isso que eu estudei.

que tinha monopólio de produção de energia, ela produziu a maior enchente que São Paulo já teve. Ela produziu. Ela soltou as represas e conseguiu que o judiciário marcasse no terreno o limite que a água chegou para estabelecer o seu território, que seria a sua área de jurisdição, tá, para as suas próprias ações e estratégias, como objeto da concessão de serviço público. Isso aí foi o que eu estudei. E a luta política, né, que se estabeleceu ãh na sociedade, os poucos que tinham esclarecimento sobre isso, e a maior parte entrava no bonde recolhendo ah ah ah benesses e migalhas, né, foi isso que

E aí, quando você vê, só um paralelo, hoje, quando a gente vê a situação de São Paulo, remete? Claro.

Mas, eu digo, quando a gente fala em bueiro, em sujeiro em bueiro, isso é o menor Porque tem um fardo histórico que nós temos que carregar e vai ter que carregar, porque não tem volta. Não dá para desinverter o curso do Pinheiros.
Bom, continuando <laughs> Aí você fez o doutorado.

nova, né? é. É. E como que foi isso para você?
Esse início de... Olha, eu ãh não percebi muita diferença, porque eu sempre tive uma... Eu sempre tive uma atuação para fora, sabe? Acho que desde pequena lá daquela casa com a porta na rua. Então, eu estava dando aula na uspê como estava fazendo as outras coisas. O mais importante, que eu creio que tenha feito, foram as pesquisas mesmo, que se eu não estivesse lá, eu não teria condições de fazer, né. A Universidade Pública é o único lugar em que se pode pesquisar, porque você tem o regime de tempo integral para quem quer pesquisar. E pesquisa, é isso. Você vai escarafujar, pode ser que você Faça alguma coisa inédita, que você ãh descubra algo. Pode ser que não. É o arriscar, entende? Mas só a a a universidade pública que pode fazer isso. A universidade privada jamais vai manter alguém como eu fui mantida. Eu levei quinze anos para fazer o mestrado e o doutorado. Nunca tive pressa. Entrava naqueles arquivos, aquelas coisas. Até acho que eu devia ter feito melhor.

Mas também cada um tem as suas limitações, né? Tão bom que era descobrir as coisas e eu nem dormia de noite, viu?
Tinha fases que era... E dá para você contar um pouco dessa sua trajetória das pesquisas para gente? Das suas descobertas?

E ela provocou uma enchente para isso. Que ano que foi essa? vinte e nove. a grande enchente de vinte e nove. Uhum. Acho que vale a pena eu te contar isso. Uhum.

Mas com a seguinte ideia, eu conversava com os alunos e eles acreditavam, aquilo fazia uma coisa, eles pensavam que o Tietê sempre foi assim, que o Pinheiro sempre foi assim. Isso é uma alienação fundamental, né, uma alienação da vida. E e meus filhos também são assim. A sociedade produz as pessoas assim. Talvez eles não sejam tanto de tanto que eu amolo. Mas eh mas eh os alunos sempre assim, e eu então me lancei nisso, e ãh entre nós é sempre assim, o regime começa na segunda-feira, o trabalho novo na segunda-feira, não sei o que, depois do carnaval, e eu lá uma segunda-feira falei, segunda-feira eu vou em campo.

Pedi para conversar com o engenheiro, eu queria ter informações sobre aquilo que eu queria estudar que eu nem sabia.

Esses rios, esses rios só atrapalham. Eu saí de lá, mas aí que eu ia estudar mesmo <laughs> Mas por que que esta pessoa fala isso para mim, né?

Chegava lá, falava com a moça as relações públicas da porta ãh, e ela me dava um papel e dizia, pode ir, a senhora pode consultar o que a senhora quiser.

Bem, mas nada chegava... Tudo que estava lá, eu não queria. Porque tudo que estava lá, de alguma forma, eu sabia, E eu queria documentos, eu queria documentação.

Falei, não, para o Rio Tietê tem que ter. Para o Rio Tietê tem que ter documentação. O que faz o governo do estado? Não, mas não é o governo do estado. Aí eu desculpo que não é o governo do estado, que é a prefeitura que deveria ter. Fui num departamento de patrimônio, acharam que eu era especuladora <laughs> imobiliária, quase me tocaram de lá.

Eu não conseguia fazer pesquisa.

Escrevi para ele, Sr. Prefeito, eu sou professora, eu preciso cumprir as minhas funções, eu tenho que fazer uma pesquisa e não consigo acesso a a aos departamentos da administração pública. Eu preciso de documentos. Passado. E aí falei, agora eu durmo sossegada. Se eu não conseguir fazer, o problema não é meu, tá? Fui embora. Um belo dia, recebo na minha casa uma carta dizendo para eu ir no gabinete.

Lá fomos nós, a Secretaria de Administração, que pôs um carro à disposição e me levaram no arquivo da prefeitura.

O arquivo é maior do que o prédio da História e Geografia. O sujeito me largou lá dentro e falou, olha, a senhora pode fazer, procurar aqui o que a senhora quiser. Eu não chorei, sabe? Mas eu voltei para casa com uma indignação que ninguém acredita. Ou seja, eles queriam dizer para mim que eu era ridícula, né? Era assim que eu estava sendo tratada. Então, não teve jeito de eu mexer na documentação. Até arriscaria. Se eu tivesse um bom grupo de pesquisa, se tivesse alguma coisa por trás, o sujeito particular não enfrenta isso.

Esse dia também me deu um tilt. Falei para para para a recepcionista.

E ela me deu o nome.

Não sei o quê. Eu fui para a minha casa. Fiz uma carta para ele. De novo, aquela história. Eu preciso pesquisar ãh, não sei mais o quê, mas o quê. E se eu não consigo pesquisar, as instituições têm que ser também responsáveis por isso. O sujeito que tinha sido impossado no cargo há poucos dias levou o maior susto. Me chamou lá. E lá fui eu.

E ele dizia para mim, mas a senhora tem certeza que aqui tem o que a senhora quer? Eu falava, tenho, eu não tinha nada. Mas a senhora tem certeza? E como seria esse tema? ãh

Ele dizia, mas como tudo, professora? Eu dizia, tudo e depois a seleção quem faz, sou eu. <laughs> Você acredita?

E ele botou uma equipe de funcionários comigo, tá? Por isso que eu fiz essa pesquisa.

Se ele não tinha informação também, ele pôs gente junto para ver o que acontecia. E foi por isso que eu fiz essa pesquisa.

Foi assim <laughs> Está certo. Aí dá Bom, esse foi o doutorado, né? Tem uma uma assim Dentro da geografia eh... você não foi só professora, né?

Como que que
Bom, eu toda a vida fui militante, né? Uhum. Toda a vida fui militante.

militante lá na igreja do bairro. Sempre estava metida nos nos movimentos.

De vez em quando aparece um um um texto para dar a parecer e... Depois fui presidente nacional

E ainda homenagear Manuel Corrêa de Andrade, que é o geógrafo famoso, né. É. A decisão da homenagem, um congresso anterior... Quando foi esse congresso?

decidido fazer a homenagem.

Foi foi muito bom. Ele era uma pessoa muito querida mesmo.

Uma solidariedade muito grande, um aprendizado, sabe? A gente, quando convive assim, aprende muito. Ãh Aprende... Aprende tudo, né. Eu tive ali uns colegas, umas pessoas que são para a vida inteira.

Então, a gente travava muitas discussões. Foi uma coisa, esse tipo de militância é voluntária, só vai se quiser. Então, como você só faz se quiser, só faz se for bom, né. Por isso então que é bom <laughs> Não é que eu quero fazer um discurso do bom à toa.

Claro, teve a ditadura, teve, né, esses momentos... Ah, eu enfrentei, sim, porque não é fácil ser mulher, né. Eh, eu tinha que criar filhos também, né. Então, a a minha vida acadêmica teve que comportar a questão de criar e educar filhos. Então, mesmo com todas essas frentes, quando dava cinco horas da tarde, eu deixava alguém lá com as minhas coisas e ia buscar filhos, ia levar. Teve dias de eu ir e voltar na cidade universitária quatro, até cinco vezes. Porque estava numa atividade, saía, pegava filhos e levava. Eu não sei voltava lá depois. Sorte que a gente é mais jovem e tem bastante energia, né? Mas a minha vida acadêmica foi atravessada pelas funções de ser mulher mesmo. O trabalho é muito grande. Meu marido sempre foi muito companheiro. É verdade, sempre... É um respaldo seguro, sabe? É um porto seguro. Mas não minimiza o fato de que eu que era a mulher, né?
A mãe, né?

E quando veio o o outro filho?
O outro filho veio em Em mil novecentos e setenta e sete Já tinha prestado concurso na Geografia, mas não não lecionava lá.

Eu tinha saído da economia e voltado a trabalhar.

Um menino bonito que só... A gente andava na rua com ele, e como eu já tinha trinte e nove anos Eu tinha uma sobrinha que morava comigo, que era loira como ele, e as pessoas falavam para mim, ah, o seu netinho é tão bonitinho, eu ficava louca da vida. Eu disse, que netinho o quê? É meu filho. Eu pensava que era filho da <laughs> minha sobrinha.

Ah, então era pequena a diferença. Uma correria mesmo. Dois anos e meio, três, né? Os dois pequenos. É Assim, nesse período da sua vida acadêmica, dos eventos que você participou, você lembra de algum algum momento que você teve que dar uma palestra ou um seminário diante de uma pessoa que você não imaginava que isso ia acontecer?
Não, olha, isso aí aconteceu o tempo <laughs> inteiro <laughs> O tempo inteiro. Acho que eu tive que dar na vida umas oitenta palestras por aí, sei lá.

O povo se divertia, os alunos, e eu não sei por que a gente fazia aquilo.
O que que briga que era essa assim? Teórica! Uhum. Teórica! Dá para colocar um pouco assim para... Dá!

Queridíssimo. E eu tenho certeza também que ele gostava muito de mim. Tenho certeza. Eh

Não é verdade? Nós fizemos uma revolução contra a polícia, contra tudo, por conta de mudar o mundo.

Alto lá!

Isso foi um... Ainda outro dia, isto é... Não, a Caros Amigos publicou uma matéria dizendo que o Milton povoou. O Milton entrou aqui na nossa geografia e povoou a geografia. Ou seja, como se não existisse gente antes dele. E a gente só nominasse rios, florestas. Isso não é verdade! É, inclusive, indigno com relação às gerações anteriores. O Milton, ele gostava de aparecer como inovador. E eu passava o tempo todo dizendo para ele que ele não era. Era só isso.
<laughs> Era só isso. É. Tem um episódio que ficou muito ligado a ele, que se fala muito na geografia, que foi o encontro dos geógrafos de setenta e oito.

Oito.

Já tinha gente presa, exilada, não sei o quê, e foi quando o Milton chegou. A minha própria tese de de mestrado, que eu apresentei em setenta e nove, eu estava fazendo há anos, entende? Eu não precisei do Milton para fazer. Agora, é claro que quando ele chegou, era gostoso conversar com ele, viu? Porque ele era de lascar, vou te falar. Sabe ele Sabe uma pessoa que provoca, e que por isso te leva para frente, te faz pensar. Ele não acomodava nada, né? Era bem bom.

Tem uma uma relação isso?
Eu acho que por aí não tinha, mas acabou <laughs> tendo porque no final da história tudo se junta. Podia ser outra coisa, hum, mas no final tudo se junta. Agora, quando eu eu me vi na contingência de que eu ia me aposentar mesmo, porque é obrigado, te aposentam, você faz setenta anos e te aposentam. Falei, bom, então é melhor eu escrever logo essa livre <laughs> docência. Aí é que entrou tudo mesmo, e aí juntou tudo. Aí eu fiz um trabalho de geografia humana e falei, eu vou escancarar, vai ser assim, deliberado.

Vamos ver o que eu aprendi na minha vida. É o que está nessa tese. É o que eu aprendi na minha vida e o que eu não aprendi está lá.
Você pode contar um pouco para gente desse trabalho? Posso...
Eu fiz, segui o procedimento metódico mais ou menos da Ecléa Bosi. Porque ela foi uma grande inovadora, a Ecléa Bosi, com aquele trabalho ãh Memória ou Lembrança de Velhos, né, uhum, que é uma obra belíssima. Eu...

Eu já estava deslocada na geografia à forma clássica da monografia. Então, eu recorri a a às entrevistas, que é história pessoal mesmo. Fui procurar as pessoas, muitas pessoas, fiz história de vida. Eh eh E juntei com essa habilidade que nós temos de manusear documentação, né, documentação cartográfica, enfim.

Nós lemos a obra do Marx, toda a obra de juventude, de maturidade, depois relemos a O Capital, ainda, com o Capital lidamos duas vezes. O Grundris.

É o Grundris. O Grundris. Eh Duas vezes. E, depois, nós ficamos para decidir eh onde nós continuaríamos. E pegamos um marxista velho e fomos ler a obra do Henri Lefèvre. Então, o que me dá a estrutura teórica interpretativa é a obra do Henri Lefèvre. para essa tese de livre docência. Eh A experimentação, né, ou ou a, eu acho que vem da vida de bairro mesmo. Eu fui recolhendo nesses depoimentos e descobri uma coisa linda. Eu descobri que o bairro Um bairro, qualquer bairro, tem um tempo próprio. Se ele não tiver um tempo próprio, ele não existe. Ele é só uma localidade. E um tempo próprio é o tempo daquela gente de de, junto, fazer coisas. É um tempo próprio, comum e cotidiano. Foi isso que eu cheguei. Mas isso não não é um a priori. Eu recolhi eh, já ao longo do trabalho, que eu estava falando de uma coisa eh que só existe lá. Era o tempo próprio, comum e cotidiano daquela gente. Eles se relacionavam, eles brigavam, eles produziam. Eles fizeram futebol, eles faziam as quermesses, as processões, os enterros. Enfim, se relacionavam, se ajudavam na doença, brigavam. Podia até ter polícia, era coisa rara, mas podia até ter. Tinha os mais espertos, os menos espertos, enfim, eh Mas bairro é isso para mim. O que valeu para mim foi uma conceituação de bairro também. E eu acho que a urbanização, no curso que ela toma, né, essa macroestrutura que vai se configurando, que não acaba nunca, né, é uma coisa enorme. A região metropolitana, exatamente o que ela faz é acabar com os bairros. É muito difícil que o bairro, como tempo comum e cotidiano das pessoas, sobreviva. Não tem como sobreviver. Então, essa é uma das aquisições aí dessa minha tese eh, que eu pude recuperar.
Das histórias que você ouviu, teve alguma que tenha te impactado?
Todas! É? é. Eu selecionei algumas para para conduzir, né, uhum, para para entra nesse nessa concepção teórica que a teoria me dá, uhum. Eu escolhi e fui. lidando, e com isso também eu acho que eu mostrei um pouco eh do singular, sabe? De uma localidade, do particular.

É um bairro de caipiras que foi recebendo imigrantes. E os imigrantes que lá chegavam, chegavam com um estatuto cultural completamente diferente. Embora todos católicos, até o catolicismo era diferente eh E por que esses imigrantes iam morar entre os caipiras, né? eles iam Isso tudo declarado em entrevista. Eles iam morar entre os caipiras porque eles queriam terreno. Eles queriam ter casa. Eh É bom notar que a imigração italiana que vem para o Brasil, Tem alguns que vêm ricos, que vêm com alguma coisa. O Matarazzo não era pobre, ele veio com alguma coisa. Ãh Mas, sobretudo, eles têm uma experiência, né, muito grande. Mas o imigrante que foi morar entre os caipiras era pobre. Esse tinha sido expropriado na concentração da terra na Europa. Concentração da propriedade mesmo. Essa expropriação, ela ela ela ela integra o perfil, né, da corrente migratória de mil oitocentos e noventa e nos primeiros anos do século vinte para São Paulo. E eu encontrei no meu bairro eh exemplares dessa corrente migratória. e segundo declaração deles mesmas. Mesmo tendo que atravessar o Rio Tietê, valia a pena porque, é claro, eles compravam terra dos caipiras a preço de banana, não? E aí, terrenos grandes.

Tanta terra comprava que plantava videiras, enfim, eh Com pouco dinheiro comprava isso.

E a indústria mecânica centralizada na Barra Funda era um lugar formidável de emprego para esses italianos. Todos com muita habilidade. Muita habilidade mesmo. Bom, então a pesquisa me contou isso, sabe? Contou muito mais coisas. A particularidade era essa. Uma população de caipiras, cujo povoamento se fez por duas correntes. Uma que veio por Nossa Senhora do Ó, que é uma localidade mais antiga.

Uma outra corrente veio de Santo Amaro. Essas, então, eram os expropriados da vida mesmo. Índios, quem perdia tudo ia ficando acantonado, porque Santo Amaro é muito antigo também, é tão antigo como Nossa Senhora do Ó E essa população caipira de Santo Amaro se engrava por esses rios, Pinheiros e Tietê, loucamente atrás das festas religiosas. O que ligava essa população, a seiva, o ethos dela, eram eram
Voltar um pouquinho.
Você está falando da corrente, o pessoal que compunha... Uma corrente... Eu localizei essas duas correntes de ocupação original do bairro. Uma de Nossa Senhora do Ó e uma de Santo Amaro, que chegou de barco. Subindo o riacho Mandaki. Mandaki é onde está o estado de São Paulo hoje. Aquele riozinho canalizado em frente ao estado de São Paulo, que não era canalizado. Aliás, essa canalização é muito recente. Então eh, essa corrente de de de de pessoas entrou por ali e foi se estabelecendo na beira de riachos e córregos. Os censos demográficos de São Paulo, até, muito antigos, de mil e setecentos, mil setecentos e setenta, já fazem notar a existência dos pobres ao longo de riachos e córregos. Aqueles que não têm onde ficar, ficam na beira de riachos e córregos. É minha ideia que eh estas estas pessoas de Santo Amaro foram para lá. Eu localizei e entrevistei as famílias que não sabiam porque tinham vindo de Santo Amaro para lá. Aí eu fui estudar porque que se chegou de Santo Amaro para lá e é mais ou menos isso que eu estou contando para vocês. Só para, assim,
Quando você ia nessas famílias, você ia com a cara e a coragem? Tinha um mapeamento? Como foi isso?
Eu vivi lá, né? Aham Então, eu procurava os mais antigos. Os mais antigos, ah tá, e falava, olha, lembra de mim? Não lembra? <laughs> É, mas eu era daqui. Então, vamos lá. <laughs>
Está tranquilo.
É, eu fiz muitas entrevistas que não serviam para nada, né?
Só para gente ter o conceito, assim, qual que é o conceito de caipira? O que é o caipira?
Olha, caipira é o sujeito que vive da sua própria condição. Ele Ele não, ele não muda de status, ele vive do tempo lento. Ele produz o que ele consome só. E E, portanto, todas as estruturas de definição do Caipira mostrariam longas permanências. longas permanências. E é essa população, diz o Antônio Cândido, eh que durante três séculos foi se reproduzindo no mesmo lugar. E aí, naquele livro, os parceiros do Rio Bonito, ele fala dos hábitos da alimentação, das festas, ãh e é possível identificar essa figura. Aliás, o professor Petrone identificou também, estudando os indígenas, aldeamentos paulistas, ele identificou o contato dos índios aldeados com a população original, que eram os caipiras. O o <coughs> Caio Prado também, estudando em São Paulo, encontrou exemplares dessa população <coughs> A diferença do Antônio Cândido nessa história é que o Antônio Cândido não considerou nem pobre, nem atrasado, nem nada. Era o sujeito em si. Eh Porque tem uma coisa de pejorativa, né, quando fala no caipira. É porque tem o encontro. O caipira foi um sujeito étnico. Eu chamo ele não é um social, ele é um tipo étnico. Ele é um tipo étnico antropogênico. Ele tem o nariz atês amarelado, o nariz largo, o cabelo liso e grosso, porque ele é cruzamento de branco com índio. E, às vezes, até entra negro nessa história, né. Mas ele foi se reproduzindo nesse lugar durante três séculos, com com muita permanência. É E ele acaba sendo descoberto num encontro com a população que vem de fora.

Na sua trajetória acadêmica, assim, não só na trajetória acadêmica, olhando toda essa história que você colocou, o que você diria de lições que você tirou para a sua vida, aprendizados?
A gente não deveria permitir rupturas na vida. Tudo é acúmulo. Mesmo quando a gente não sabe, a gente está acumulando. E não tem importância, não precisa saber também. Mas não aceitar rupturas. Agora eu vou fazer isso, então aquilo tudo não serve mais. Não, não é assim. Tudo serve. Tudo se acumula.
E ruptura é uma palavra forte. Isso tem um sentido na sua vida em algum momento? de de
Eu acho acho que eu consegui fazer essa tese porque não tinha ruptura. É uma coisa que eu já tinha pensado. senão eu não conseguiria fazer essa volta, sabe?
Perfeito. E assim, assim, você falou que você se aposentou, né? Como que é o seu cotidiano, assim, o seu dia a dia?
Minha filha não para de trabalhar.

Eu não paro de trabalhar. bancas o tempo inteiro, bancas de qualificação, bancas de defesa ãh Acompanho, por isso, o trabalho dos alunos. O que eu não faço é estar na escola todo dia e nem na sala de aula. E a família nisso? A família reduziu, ficou assim ó, ficamos eu e o meu marido e os filhos estão cuidando da vida deles, né? De vez em quando eles lembram e dão uma passada, mas tudo bem. O meu marido faz uma pesquisa, então ele não sai daquele computador e eu fico lendo as minhas coisas e tal. Nós continuamos trabalhando, não mudou nada. Só que mudou um pouco é que eu tenho às vezes dor nas costas, assim, coisa que não tinha <laughs>

Porque ele renova, né, a minha existência. É

ainda não tem, né? <laughs> <laughs> Ainda não tem muito, mas ele é muito gostoso e teremos várias. Ele não fala ainda. Outro dia, toda vez que eu vou embora para não dar beijo no rosto dele, assim, na mão, eu digo assim para ele, ah, vovó vai embora, um beijinho na bunda, levanto a roupa dele e dou um beijo aqui. Outro dia eu estava saindo, tchau,
<laughs> Já tem um caso.
<laughs> Ele põe o dedinho na bunda, assim. <laughs>

Sonhos, futuro, o que você pensa?
Eu? Ah, eu acho que se eu conseguir fazer o que eu tenho na minha mesa, está bom, viu? Eu tenho dos trabalhos começados, sabe? Porque cada vez que você vai num lugar e fala alguma coisa, você tem um esboço, né? Então, eu tenho muitos trabalhos começados que eu nem sei se eu consigo terminar, mas todo dia eu trabalho um pouco. Todo dia eu abro o computador, eu entro num texto, eu entro num outro.
Bom, você falou que você tinha algo que você tinha escrito, não tinha?
Eu tenho duas poesias que fazem parte da minha tese e que eu vou ler. E agora acho que até faz mais sentido.

Do outro lado do rio. Qual é o inusitado disto?

Ficar no meio dos caipiras, né? Os caipiras eram peixeiros. Eles viviam de coleta. E o rapaz que me contava isso e eh dizia que os italianos ironizavam o pai dele, ele mesmo riu e falava, mas eles não sabiam do que o meu pai era capaz, né? <laughs> Então, <laughs> eu vou ler a poesia. Vou pedir licença, né?

<laughs> Para ler isso. Do outro lado do rio, saindo da estação da Barra Funda, é logo ali. Há menos de dois quilômetros e linha reta está o rio Tietê. É largo, esse é o problema. Mas por ali anda uma mulher portuguesa que atravessa no seu barco quem o queira, por alguns trocados. Além do mais, se fosse urgente e preciso fosse atravessar sem meios, bastaria ir à freguesia do Ó e atravessar a Várzea. Havia também a ponte em Santana. Até lá bastaria atravessar a Chácara Calú, as terras de João Maxwell Ruge, eh onde mais tarde nasceria a Casa Verde. Ali, assim pertinho, só tem um problema quando chove muito. Então o rio cresce e vai ocupando todos os caminhos e campos. Mas isso só acontece nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro. Nos outros meses do ano é tudo diferente. É tudo verdinho, cheio de plantas miudinhas, algumas floridas de lilás, outras de branco. Os arbustos maiores, esgalhando-se, deixam passar a luz para essas pequenas e rasteiras forjeiras. Quando a água vai baixando, vêm as garças brancas de pés pretos, lá da cantareira, para o piquenique diário nas lagoas de meandros abandonados, lá da várzea. Chegam em bandos divididos em pequenos grupos, Corresponderia isso a alguma hierarquia? O ir e vir das garças era quase o ano todo. Já o coaxar dos sapos e rãs era mais pronunciado no período das águas. Deveria ser bom morar lá. Havia campos abertos para colher lenhas, frutas, frutas silvestres, conhecidas e desconhecidas. Como não havia cercas, também seria possível ter uma vaca para o leite, criar galinhas, fazer horta e trocar. Poder trocar o leite que sobrasse por verduras. Comer eh... pescar e comer peixe. As crianças, se as tiver, correrão muito. Nadarão nos riachos e lagoas. Há também uma capela, a capela de Santa Cruz, onde se pode rezar e pedir missa ah É uma capela sem santo, mas dá para começar, Deus é um só. Os homens que por ali andam são do lugar. Costumam buscar lenha nos matos, andam de pés no chão, usam calças pelas canelas, camisas de algodão, muitos usam uma cinta de pano na cintura, tem barbinha rala, toco de cigarro de palha atrás da orelha, andam para lá e para cá, falam mais ou menos baixo e gostam de formar rodinhas para prosear de cócoras. Alguns deles são peixeiros. Pescam de noite, de dia vendem na Barra Funda e na cidade. As mulheres estão em casa, lidando ou cuidando de algum doente. Bem, dizem estes amigos da Barra Funda que se eu for morar lá, vou me separar e virar comedor de lambarim, ãh O que eles não sabem é que quando eu for para lá, levo a cidade que eles pensam que eu vou deixar.
Muito lindo. Ficou bom, né? Muito lindo.
Puxa, até hoje não mostrei para o filho dele. Mas eu vou ler a explicação. Olha, esse texto foi composto para esse estudo a partir das últimas frases nele grifadas. É o comedor de Lambari e levo a cidade que eles pensam que eu vou deixar. A primeira frase foi a perquisição dos patrícios italianos, também imigrantes e moradores da Barra Funda. A segunda frase foi formulada como resposta à primeira pelo senhor Domingos Cavallini, natural de Pádua. Saiu da Barra Funda e, como outros imigrantes, veio morar no bairro do Limão. Já no bairro, casou-se com a italiana Dona Elvira Cavallini, natural de Treviso, filha do Sr. Joane Pículo. Foi proprietária de olaria, formou extensa família, ensinou seus filhos a nadar no Ribeirão Madaki. mandava-os à escola de carroça, lá na Barra Funda. Era músico, como muitos outros que se estabeleceram no Limão. Foi integrante e um dos fundadores da banda de música do bairro do Limão. Ainda hoje, no Limão, estão muitos dos seus descendentes, dentre os quais o seu filho, Carlos Cavallini, que, ao ser entrevistado, deu ênfase às duas frases destacadas.

Muito bom.

Eu mesma, escrevendo a tese, parei para pensar e sentir isto. Sentimento de morte. Lá na vargem, embaixo dos eucaliptos, pegava peão. A mãe dizia semente. Lá na vargem, colhia flores miúdas. Colhia as amarelas grandes também. A mãe chamava de mato. Lá na vargem, no frio e na garoa, vi tudo vestido de branco. A mãe dizia, está tudo com flor. De longe, lá da vargem, via-se caminhar grupos de gentes. Se o caixão fosse grande, era de adulto. Se fosse pequeno, era de anjo. Depois, tudo ficava cor de cinza.
Muito bom.

Não... Falei demais.
Falei demais. Algum momento, alguma algum flash que bateu agora que não sei revendo?

Você quer falar alguma coisa? Não. Olha, a gente está encerrando mesmo, né, a entrevista, eh, eh, assim, você Eu fiquei até sem graça agora, depois desses poemas que você colocou. Eh, o que que Bom, essa é uma iniciativa, esse trabalho que a gente está fazendo.

O que que você pode ver, eu sei que teve entrevista que você deu em relação às enchentes, mas se você fosse pensar em futuro, de relação entre as pessoas, teria alguma coisa, um sonho que você teria em relação a isso?
Do ponto de vista científico, eu só vejo a fragmentação. Eu vejo a segregação aprofundada, pobres confinados em território, pobres eh uma classe média que, de qualquer jeito, quer se separar. Ela se separa não só nos condomínios fechados, mas qualquer rua, qualquer viela que pode por um portão eh não é mais um fenômeno só de uma classe média com mais poder aquisitivo, não é mais. É um valor social a separação, e isto é grave. Eh, é esse Esse valor social, a separação como um valor social, ela foi sendo construída historicamente e está se realizando. De modo que, diante disso, as utopias de juventude, de maturidade, elas vão ficando desgatadas.
Aquele sonho de militante assim?
Não, aquele lá, aquele sonho de militante, da revolução, uma revolução que pensa respeitasse a diferença, mas sem tanta desigualdade, esse acabou. Porque o que nós temos que viver A diferença está aparecendo, mas é sob uma desigualdade profunda, estrutural e cada vez maior. A desigualdade é que a gente não resolve. O discurso ecológico, com todo o bom sentido e boa intenção que ele possa ter, ele se estabelece sobre a desigualdade e E ele não é uma desigualdade qualquer. É uma desigualdade enorme. A segregação espacial que a gente vê, ela só é a manifestação fenomênica de um fenômeno estrutural, né?

Está bom? Tudo bem.

Foi um aprendizado aqui para gente. Vai enriquecer o nosso acervo, tá? Para história de São Paulo.